Para começar, gostaria que você me dissesse seu nome completo, data e local de nascimento.

Nasci no dia três de março de mil novecentos e quarenta e nove, na cidade de Andradina, no estado de São Paulo, Brasil.
Qual é o nome do seu pai e da sua mãe?

E você tem irmãos? Quantos?
Eu tenho seis irmãos e uma irmã né. Eu sou a segunda filha. E que
E o que você sabe sobre a origem da sua família?
A origem da minha família veio do Japão. Meu pai veio de Nagasaki, no Japão, numa cidade que se chama Kyushu. E a minha mãe veio de um local que se chama Ehime, mas eu não sei o nome da cidade. Todos os dois vieram do Japão, mas casaram no Brasil.
E como eram os seus pais?
Ah, meu pai era era muito legal. Meu pai, inclusive, ele foi professor aqui no Brasil né, porque quando eles vieram para o Brasil tinham poucos professores que ensinavam a língua japonesa no Brasil e meu pai, ele foi professor também no Brasil. E também ele foi radialista. Então, a gente teve assim uma convivência muito boa com ele, apesar de ele ter falecido cedo. Mas a minha mãe também ela era uma pessoa muito legal também
Ela era costureira A senhora pode falar um pouquinho sobre essa função de radialista do seu pai?

mais ou menos uns sete anos de programa. E era muito bom, porque ele divulgava as músicas, o o que acontecia no Japão, o que acontecia em São Paulo, porque ele recebia um jornal de São Paulo, e ele divulgava nessa rádio.

E quando você nasceu, onde a família estava morando?

Ela foi emancipada e virou cidade. Só que quando você vai para lá, tem um cartaz assim, visite Nova Independência antes que acabe. Porque tem menos que cinco mil habitantes né, o lo local onde eu nasci. Só tem uma igreja, uma farmácia e um pronto-socorro. Não tem quase nada lá, apesar de ser município.
E você se lembra da da casa?
Onde eu nasci?

E depois, qual foi a primeira memória de lugar, de morar?
A primeira memória de lugar, assim, de morar que eu tenho é da cidade de Andradina mesmo, né? Que a gente mudou para lá e eu tinha um uma base de dez meses por aí. Daí a gente foi, eu fiquei lá até eu sair do do colegial, né? Do curso de normalista que eu fiz. E a primeira lembrança é uma casa com um quintal muito grande, muitas árvores, que a gente subia em tudo quanto é árvores, né? E e colhia frutas no pé. E é uma lembrança boa.
Poderia descrever um pouco a rua e o bairro que marcou mais a infância?

E marcou muito porque a gente, praticamente, a nossa infância, a gente passou entre essa igreja né e um estádio de futebol que tinha em frente à minha casa. É onde a gente ia colher tudo quanto é bicho que a gente encontrava. Né gente fez várias coleções até de até de escorpião, de borboleta, de qualquer tipo de de inseto. A a gente fez aqueles quadros né de insetos. E e a gente passou entre a igreja e esse campo de futebol.

Então, nessa escola, também, foi o terreno da nossa casa, né? Porque a gente saía de casa, entrava na escola a qualquer hora, e de lá já saía para os fundos, que já ia para esse campo de futebol.

A nossa infância foi de né muita criançada, desde as crianças da escola, que passavam para o quintal da minha casa, e nós para esse quintal né da escola e do campo de futebol, que hoje lá é um posto de saúde. Quando a senhora fala a gente, a senhora se refere... Eu, meus irmãos, meus primos, que morávamos né na mesma rua. E fora as crianças que frequentavam a escola. Então, era um não eram nem a gente, era uma trupe né, uns. Trinta A primeira escola que eu estudei não foi essa. A primeira escola que eu estudei era mais distante de casa, porque nessa escola que a gente que eu que eu estou te falando era uma escola de quinta ou oitava série.

E era uma escola grande, assim, pelo tamanho da cidade, né? Era uma escola de dois pavimentos, coisa. E o que eu tenho de lembrança dessa escola é que a gente cantava no orfeão da escola, que era um coral, né, da escola.
E teve algum professor, algum que foi mais mas marcante?
Essa minha professora da primeira série. Porque eu me lembro bem do primeiro dia de aula né, que essa professora ela era canhota né. E ela escreveu lá na lousa lá né, com a mão esquerda. E a gente automaticamente pegou os lápis com a mão esquerda, como a professora imitou. E a gente não conseguia segurar o lápis né. Aí a gente... Muitos dos de nós, né da minha sala, chorou porque não conseguia segurar o lápis. Aí ela falou, não, vocês não vão conseguir segurar o lápis com essa mão, segura com a outra que vocês vão conseguir. E o primeiro dia de aula é é essa lembrança que eu tenho dela.

Esse coral foi importante para a senhora?
Foi, foi muito importante. porque a gente ouvia meu pai né tocar, meu pai tocava música em casa, então, quando a gente quando ela convidou a gente para cantar, a gente achou o máximo. Eu, principalmente, achei o máximo. Eu participei desse desse coral durante os meus quatro anos que eu frequentei essa escola.
E depois, eh a como foi a juventude? Foi na mesma cidade?
Foi, foi. É Eu participava de um de um grupo né da igreja que chamava Grupo de Jovens da Da da da era Iage Instituto de Amigos de Jesus né. Aí é Iajes né Era uma comunidade... Não era bem no centro da cidade, era numa periferia. Mais que o padre que fazia parte dessa comunidade, ele morava no fundo da minha casa. Então, durante a minha adolescência e o meu período de colegial tudo eu, a gente andava muito com esse padre né, em todas as comunidades, em todas as fazendas da cidade. E era muito bom, porque a gente, além de de de de participar, a gente eh ia nessas comunidades rurais mais para ensinar as pessoas né a ler. Então, desde os meus treze, catorze anos, eu já trabalhava com alfabetização de adultos. nas comunidades rurais. Então, essa parte da minha juventude foi legal. Inclusive, com esse padre, a gente participou do primeiro movimento dos sem-terras lá da cidade. Quando eu tinha dezesseis para dezessete anos, inclusive, a gente já até foi preso. E como que E meu pai foi retirar a gente da cadeia né, porque a gente era menor. E meu pai foi lá retirar a gente da cadeia, porque a gente estava lá só prestando um serviço à comunidade. Não estava lá né para invadir terra nem nada. Mas foi foi muito... É uma coisa assim que serviu né para a nossa vida depois. E esse padre hoje ele mora
Lá em Goiânia A senhora mantém contato com ele, alguma coisa assim? Sim
Só que agora ele está trabalhando com com o movimento de para a recuperação de adolescentes drogados. Ele saiu né da igreja, ele não é mais padre, mas ele continua trabalhando mas nesse movimento de recuperação de de dependentes químicos drogados.
Quando a senhora foi presa nesse período, o movimento Sem Terra já tinha visibilidade nacional ou não, como é hoje? Ele teve depois em mais ou menos em mil novecentos
setenta né, que é o primeiro movimento né de Sem Terra, que inclusive né está nos livros didáticos, que é o movimento de Andradina, da Fazenda Primavera. A semente começou lá com a gente. Hoje eh eh tem uma dimensão grande né, porque é toda aquela região lá do Paranapanema. Então, começou a semente lá em Andradino, nessa fazenda Primavera, que foi a primeira fazenda de assentamento dos sem-terras no Brasil. E foi mais ou menos em mil novecentos e
E o magistério? O magistério.
O magistério. Depois do colegial, você foi fazer... Então, eu fiz um curso chamado curso de
Né que é Normal, normal.

Esse curso de normalista eu me formei como professora primária e. E aí eu me formei lá em Andradina mesmo. Só que eu não trabalhei em Andradina. Aí depois né que eu me formei, eu vim para São Paulo. Em mil novecentos e setenta e um eu me formei em setenta, em dezembro de setenta e em janeiro de setenta e um já estava em São Paulo e. E aqui é muito interessante que eu que eu saí de lá para fazer um curso de enfermagem. Né eu queria ser enfermeira, eu não queria ser professora. Aí eu vim para ser né fazer o curso de enfermagem. Inclusive, até eu fiz um um vestibular, que era no antigo Carlos Chagas, lá que era cê cem, e eu fiz um ano de cursinho, em setenta e um todinho, e em Mas daí eu descobri que eu tinha alergia a éter. Eu tive que desistir do curso porque né em todo o processo de enfermagem utiliza éter. Então eu não pude continuar porque a minha alergia fechava todo o né aparelho respiratório. Eu não podia entrar num lugar que tivesse éter porque eu ficava mal. Então daí eu tive que desistir. Aí eu fiquei né sem saber o que fazer e depois eu prestei um outro vestibular para ser professora de história. Não, eu fiz um curso chamado curso de ciências sociais primeiro né, depois que eu fui fazer um curso de história.
E voltando um pou um pouquinho, como é que foi essa vinda para São Paulo? Você veio
A minha vinda para São Paulo, eu vim sozinha. Peguei uma mala, coloquei mais né de três terços da minha mala de livros, um pouco de roupa, um dinheiro que meu pai me deu e vim para São Paulo. Aí fui morar lá no Imirim, na casa de uma tia da minha mãe. Só que eu não consegui ficar lá nem um mês. porque a essa tia da minha mãe, ela tinha vários netos, e a nora dela costurava essas jaquetas de nylon. Então, tinha algodão pela casa inteira, e no meio desses algodão era um criadouro de pulga, né? E eu tinha alergia a pulga, não pude ficar lá.

E lá eu fui morar num pensionato de mulheres né. Era uma senhora que alugava quarto só para mulheres. E eu fui morar lá. E eu fiquei lá durante três anos. Quase três anos. Foi quando meu pai faleceu. Né Então eu morei lá.

Aí, em setenta e quatro, meu pai faleceu. E, antes do meu pai falecer, meu pai veio aqui em São Paulo e alugou um apartamento para a gente. Aí já estava eu e meu irmão mais velho.

pode falar um pouquinho da relação com os seus pais, com o pai e a mãe da senhora?
O meu pai era uma pessoa muito especial né, porque ele ele contava história toda quarta-feira para toda a criançada da rua. Então, a gente tinha uma sala... onde a gente estudava também. Tinha uma mesa grande né e a gente estudava lá. Cada um tinha a sua parte na mesa, onde a gente deixava o nosso material, tudo nessa parte da mesa. E, nas quartas-feiras, à à à noite, meu pai juntava toda a criançada da rua e contava a história. E meu pai foi uma pessoa assim que ele, inclusive ele, acho que foi mais ou menos em mil novecentos e sessenta, ele comprou aquela enciclopédia Barça e ele leu a enciclopédia todinha. Meu pai tinha uma memória fotográfica, então ele... Ele sabia, assim, as coisas, até por páginas. Né então, se tinha alguma coisa para pesquisar, perguntava para ele, ele falava assim, vai lá e pega o volume tal, na página tal, que tem o que você quer. Ele veio do Japão, ele sabia inglês né, então, através do inglês, ele se alfabetizou em português, Apesar dele ter dificuldade na fala, porque ele já veio com mais de vinte anos do Japão, ele tinha dificuldade no éle e érre né, então ele tinha muita dificuldade, mas ele foi autodidata né, porque ele estudou sozinho, se alfabetizou sozinho em português. Então, ele reunia toda quarta-feira as criançadas, sentava todo mundo lá no chão da da sala da minha casa e ele contava história. O que marca para a gente assim, muito interessante, é que ele contava história com sonoplastia. Então, ele colocava os discos né e fazia os sons que ele queria para dar um um um realce assim nas histórias que ele contava. E o que marca muito a gente, assim, que ele contava nos dias que não tinha energia elétrica, ele contava história de terror. Porque ficava tudo escuro e ele aproveitava e contava história de terror. E o que marcou mais as criançadas lá foi que Ele contava uma história que se a gente não obedecesse os adultos né, principalmente a mãe, que era amarrado numa ponte lá e todo mundo que passava na ponte cortava o pescoço, serrava um pouco o pescoço com um serrote. Era um terror, né? Mas era legal. E a minha mãe ela era costureira. Então, eu lembro assim que minha mãe... as roupas mais inusitadas que a gente queria, inclusive fantasias. Quando a gente queria brincar de teatro, de coisa a minha mãe fazia as fantasias para a gente. Então, aliado ao que meu pai contava, a gente queria representar sempre, né? Então, a gente exigia que minha mãe fizesse as fantasias para todos os personagens da história. Então, a minha mãe, ela se especializava, assim. Fazia até eh fantasias com... com cabeças mesmo, assim. Muito legal. E ela era costureira, assim... Da cidade, praticamente. Ela Quer dizer, eu tive uns pais especiais.
Né Em decorrência do falecimento dele, e os objetos todos~o que foi feito? Então a gente
Quando meu pai faleceu, daí a gente trouxe a minha mãe, eu e meu irmão mais velho, a gente trouxe a minha mãe para morar com a gente em São Paulo, porque a gente já morava em um apartamento alugado. A minha mãe vendeu a casa que a gente morava lá e ela veio para cá também para morar junto com a gente, porque não tinha condições dela ficar lá sozinha com os outros meus irmãos, né? A gente era em oito. E estava aqui em São Paulo, eu, meu irmão mais velho e a minha irmã. Daí trouxemos os outros, né? Que meu irmão caçulo ainda estava na quarta série, quando meu pai faleceu. E a gente não trouxe móveis, quase nenhum, mas trouxe todos os objetos que que eram mais relevantes, os discos, as roupas, as os livros. Eu sou muito fissurada em livros, então a gente não trouxe quase imóveis, mas trouxe um caminhão quase cheio de livros né, porque meu pai tinha muitos livros. E faz dois anos eu doei todos os livros lá para a Associação né da Cultura Japonesa, que tinha muitos, muitos, muitos livros mesmo, que meu pai importava do Japão. E a gente guardou, guardou, guardou, mas chega uma hora que não dá né mais. Aí eu doei. É isso.
E como que foi o período de formação de professora de História na faculdade?
Primeiro, eu me formei em Ciências Sociais. Então, eu eu já trabalhava como professora né primária, de primeira a quarta. À tarde e à noite eu ia para a faculdade e. Trabalhava de manhã e à tarde e à noite ia para a faculdade. Foi um período muito difícil, porque a gente tinha que... Sustentar os outros irmãos né com o dinheiro que a gente ganhava. Ainda tinha que suprir a casa e né comprar os livros da es da faculdade. Então, foi bastante penoso, mas que valeu a pena né, porque... apesar de do meu interesse inicial fosse fazer uma carreira como enfermeira, depois eu me tornei né professora de história. Aliás, no começo eu era professora de estudos sociais né, porque antes não tinha essa separação de história e geografia. Antes eu era professora de estudos sociais. Depois, quando mudou a lei, daí então eu fui obrigada a fazer um... um curso né de História. Quer dizer, você podia escolher ou História ou Geografia. Eu, como não sou particularmente adepta de professor de Geografia, fui ser professora de História. E dois até hoje né, fazem trinta e cinco anos que eu sou professora. Por que especificamente história? Acho que tem alguma coisa a ver né com a minha raiz lá dos ême Deve ter alguma coisa que ficou no subconsciente da gente. E logo que eu cheguei em São Paulo eu queria ser né idealista, queria mudar o mundo. Só que o a realidade a gente vai vendo que não é tão ideal como aquela... coisa que a gente idealizou lá no início da carreira da gente né. Depois a gente vai né baixando a bola, né porque não é tudo aquilo que a gente imaginava. E também, porque a gente tinha que ajudar e formar os outros irmãos também. Inclusive, eu tenho um irmão arquiteto, tenho um irmão engenheiro eletrônico, tenho um irmão que é oceanógrafo. Então, a gente colaborou e formou todo mundo. Então, é uma vida, assim, bastante, né? Não é bem dizer assim, sacrificada, mas é uma vida dura de de de da realidade, né? Que não é uma coisa, assim, que eu posso falar que é é moleza. Não é, né? Mas, graças a Deus, todo mundo se formou. Todo Aí os meus irmãos casaram. Eu tenho um irmão que foi estudar no Japão, na Alemanha. Né ele se formou oceanógrafo. E Hoje ele trabalha no Ibama como oceanógrafo. Então, todos nós lá em casa temos um lado assim né, que cada um fez o que quis o meu. Minha mãe não obrigou ninguém a a fazer nada que não quisesse. Então, cada um fez o curso que quis. Meu irmão mais velho fez economia. A minha irmã fez matemática.

E um dos meus irmãos faleceu. Esse não chegou nem a se formar. Ele sofreu um acidente de carro quando a gente ainda morava lá no interior e ele faleceu. Então, a gente hoje estamos em sete, não somos mais em oito. Mas né todos estão encaminhados, graças a Deus.
Você falou um pouco da da dificuldade de começar, de dar aula. Como que foi esse início da Como professora de história, já os os estudos sociais?
Não, a minha carreira começou como professor de primeira a quarta série. Eu trabalhava numa cidade aqui próxima que chama Itapevi. Naquela época, a gente, para se locomover até Itapevi, a gente ia de aquele trem militar, o trem da Fepasa.

E eu fiquei lá como professora de primeira a quarta até

e setenta e sete de setenta e

Nessa época, eu já tinha me formado como professora de estudos sociais, que eu fiz ciências sociais e consegui o diploma junto né, como professora de estudos sociais. E eu já trabalhava como professora, antigamente tinha Educação Moral, ó èsse pê bê, aí eu peguei umas aulas de ó èsse pê bê e fui trabalhar ali na Vila Maria, numa escola...

Aí trabalhei um ano lá conciliando com o professor primário e professor de ó ésse pê bê. Depois, daí eu eu me removi de lá do Itaim Paulista, fui trabalhar lá na Brasilândia.

Aí fiquei lá um ano também. E de lá eu me removi para uma escola ali no Cachoeirinha, que chama... Na Vila Dionísia, bem ali.

E lá eu fiquei vinte e um anos. Então, fiquei lá de setenta e sete até noventa e oito, quando eu me aposentei lá. E, paralelamente, desde setenta e oito, eu fiquei nessa mesma escola como professora de História. Primeiro como educação moral, estudos sociais e depois como professora de história.

E pretendo né, no final deste ano, me aposentar. Com trinta anos como professora de história.
A senhora falou bastante do ésse pê bê e educação moral.

Foi justamente no Período militar né Isso A senhora poderia falar um pouquinho disso? É
Nesse período militar, no começo, eu eu ainda era estudante, né? Quando começou o período militar, sessenta e Quatro né que foi o começo, mas quando eu vim para São Paulo, Eu ainda era es eu fui estudante durante esse período.

Peguei várias manifestações lá, inclusive eu corri várias vezes né da cavalaria, lembra da cavalaria?

Né porque a polícia não sabia quem que era manifestante, quem não era manifestante, eles corriam atrás de qualquer um né. E eu corri várias vezes. Fora que também eu fui participar várias vezes também das manifestações como estudante. Foi um período assim né que a gente acreditava né nas nas como estudante né na teoria de Marx lá né, de Karl Marx, e a gente né lutava. e defendia né aquilo que a gente acreditava que era verdade. Foi um período assim, bastante... Esse período ah militar, eu acho que foi um período muito sofrido para a população brasileira né, porque era um período de ditadura, E hoje, eu acho que né a gente, comparando com aquela época, a gente está no céu né. Porque com todas essas regalias que o governo dá para a população aí, e a população não aproveita. Isso que é o mais triste da história.
E ser professor nesse período? Ensinar essas duas matérias?
Era alguma coisa assim meio ditatorial né também, porque você naquela época não podia falar aquilo que você pensava e você só podia né falar na sala aquilo que lhe era permitido. Muitas vezes eu tive até aluno militar na minha sala de aula, eh como uma maneira de coibir né o que você falava. Então, eu acho assim que é um período bastante triste né, porque as pessoas formadas naquela época não tinham opinião própria, não podia nem se expressar muito né a sua opinião. E, quando você expressava, você era perseguido, até os professores. Eu tive um professor de história que desapareceu. Ele né foi fazer uma viagem e sumiu. Nunca mais ninguém viu.
E como funcionava a escola nesse período, no começo da carreira? Como eram os alunos?
Naquela época, os alunos eram mais calmos do que são hoje né, porque hoje eh a gente não tem assim uma maneira de... sei lá, de ensinar quem não quer aprender, né? Porque a gente vê, assim, que tem muitos alunos que não querem aprender. Vão lá, obrigado à escola, né? Eles vão, sentam lá na carteira, não faz absolutamente nada, assiste a tua aula até de costas, né? E não tem maneira de fazer nenhum tipo de de coibição né para essas atitudes né, porque a lei protege muito eles. Né então, tem o tal de estatuto do adolescente, tem coisa que faz com que você não tenha muita maneira. A gente até né muda, Tenta né trabalhar da melhor maneira possível, mas a gente não tem conseguido sim nem cinquenta por cento daquilo que a gente desejaria. Eu acho muito triste isso, porque o que mudou, eu acho que é a própria sociedade. Mudou muito a maneira de tratar os filhos. Então, você não tem nem respaldo familiar. Então, eu acho que isso prejudica bastante. Qual a faculdade que a senhora estudou? Eu

Isso. É porque é é questão de tempo, né? Porque correria, coisa. Então, você procurava ir para um lugar mais... Mais viável. É
Então, nesses anos de prática, Você sentiu mudanças na escola?
Ah, muita mudança, porque antigamente, né, você você ensinava os alunos, né eles acatavam o que a gente falava né, pesquisava tudo que você pedia. Coisa Agora, hoje em dia, tudo que você pede, eles revidam, eles retrucam, eles né querem saber para que você está pedindo aquilo. Aí você explica, eles falam que não vão fazer. É muito difícil. E você também não tem nenhum... Respaldo familiar, porque a família também acha que os filhos estão certos. Não sei se se é aprender para quê, para quê fazer. A semana passada a gente levou eles ali naquela no eta da Sabesp, da estação de tratamento de água da Sabesp, teve pais que veio lá perguntar para que a gente estava levando as crianças lá né na na estação de tratamento de água. Eu falei, ué, para eles terem conhecimento, nem todo mundo pode ir nesses lugares, porque esses lugares são restritos, as as visitas são restritas né, que é importante cada pessoa conhecer. O pai falou assim, ah eu pago a água, para que ele precisa saber isso? Eu falei, é, só que uma hora né a água na tua torneira vai secar e você não sabe por quê. E E a nossa escola, até que a gente faz muito estudo sim fora da escola. E a gente visita museus, a gente visita né uma série de lugares, coisas diferentes. Né a agente procura até fazer pesquisas, tudo para melhorar, para ver se eles têm um campo de visão melhor. Aí o menino virou e falou para mim assim, mas eu não quero ir em lugar de coisa velha, que é museu. Aí eu virei e falei para ele, você não é obrigado a ir. Só que você tem que dar oportunidade para o seu colega. Se você não quer ir, você dá oportunidade para o seu colega. Não, eu estou pagando, eu quero ir. Eu virei e falei, você quer ir, mas você não quer ir ver coisa velha? Então, para que você quer ir né? Falei, museu só tem coisa antiga mesmo, não tem coisa nova. Falei, a não ser o museu né do som e de outra coisa mais nova né, de de tecnologias avançadas. Fora isso, você vai ver coisa velha mesmo. Falei, coisa velha tem muito valor. Falei, uma moeda velha vale muito mais do que uma moeda nova né. Aí ele falou assim ah, Então, é a perspectiva né familiar que eu acho que está ficando muito, sei lá se é falido que eu posso falar. Porque a valorização é muito pequena em relação ao que eles estão aprendendo nesse ensino fundamental. De mal, à pior. Se não mudar essa cobrança né de de de final de ciclos aí, eu não sei como é que vai ficar, não. Vai sair, não é nem analfabetos. Eu não sei. Porque a maioria nem lê o texto que você apresenta, nem nem presta atenção naquilo que você fala. vocês foram fazer esse estágio lá, vocês têm prova disso né, de que tem muitos deles que assistem a aula de costa. E é triste isso, porque a gente vê que né... Eu tenho alunos né que, mesmo lá, que eram da favela lá do do Jardim Peri lá, eles hoje são né profissionais ah, bem categorizados, porque tem uns que são médicos até, que saíram lá daquela escola né de ensino fundamental, lá da periferia, lá do Cachoeirinho. E, no entanto, a nossa escola que é mais centralizada hoje né, os alunos acho que não conseguem nem entrar naquela escola do do técnica do Alberto Einstein ali perto da nossa escola.

Porque eles não se esforçam, eles não querem aprender nada. Eles saem da oitava série praticamente assim, não sei, zerado.
E como que essa situação influencia no seu jeito de dar aula?
Ah, eu fico muito angustiada, né? Porque, inclusive, este ano, agora, depois de junho, julho, Eu estou tentando alfabetizar uns alunos que estão na quinta série. Alfabetizar mesmo. Né eu estou voltando lá no meu tempo, né que eu era professora de primeira a quarta, trabalhando com letrinhas móveis né. Numa quinta série. Para eles a aprenderem né a juntar as letras. que tem aluno lá que não lê, não faz nada porque não lê não é. Então, eu tenho um grupo agora lá de, acho que é doze alunos, que eu estou trabalhando com eles né na segunda-feira. Toda segunda-feira à tarde eu tiro eles das salas que eles estão para alfabetizar, trabalhando com letrinhas móveis. E eu acho assim muito triste né, porque o aluno está na quinta série e não sabe ler. E os das sextas, que eram do do ano passado, também. Você chegou a ver que né é uma coisa muito triste, porque você pensa que eles vão chegar na oitava sem saber nada. Na sexta série, nós temos... três, quatro, acho que seis alunos de inclusão. Esses de inclusão quer dizer que não sabem ler né. São seis alunos que deveriam ser encaminhados, sei lá, para um para um curso profissionalizante, não sei, alguma coisa tem que ser feita, porque eles lá não vão aprender mesmo do jeito que eles estão lá. E eles ficam lá só badernando.
E os alunos que fazem parte desse grupinho de alfabetização, como eles reagem?
Tem, desses doze, tem já cinco que já estão começando a aprender a ler né. Nesses três meses de trabalho. Mas eu acho difícil ainda, porque este ano ainda eles não vão conseguir. né porque é pouco tempo, só uma vez por semana. E e eu acho que, não sei, deveria ser feita alguma coisa lá na própria escola para que essas crianças elas tivessem um um tipo de assistência melhor. Apesar de que né se encaminha para... psicólogo e outras coisas, nunca tem vaga, né? Então, a própria instituição, eu acho que é falida, né? Não tem, assim, uma assistência que eu posso dizer, assim, que é uma coisa que que dá todo o assistencialismo a essas crianças de inclusão.

Lá da Quinta A, que ele... ele tem problema neurológico.

E ele, além disso, ainda ele é hiperativo, né?

E outra né, ele está numa idade, que acho que ele é mais velho do que os outros da quinta, e que ele já está com toda a sexualidade dele né aflorada. Então, ele só pensa né nisso. Então, passa um lá no corredor, ele fala, olha, aquela lá, eu vou né sair com aquela, eu vou pegar aquela.

A atenção dele está toda voltada para essa parte de sexualidade, que eu acho que é deveria ter um trabalho né individual com ele. Porque a mãe dele diz que ele tem câncer na cabeça. Mas o problema dele não é só esse, não. Eu acho que também tem muito problema social aí envolvido, não é só o problema da doença. Porque o problema social dele é assim, uma história bem triste, né? O pai já foi preso, a mãe já foi presa né, tem problemas de drogas na família, e ele com esse problema, então acho que deveria ter um outro tipo de assistência com ele né. A gente vê assim que você fica de mão atada, não tem muito o que fazer. Esse, por exemplo, ele não consegue ficar na aula. Eu coloquei ele lá no grupo de alfabetização junto com os outros, mas ele não consegue. Ele não consegue porque ele não para. Ele não escuta o que você fala né. Então, ele não tem condições. Mas tem os outros que estão indo. Tem cinco alunos lá que já estão quase, quase lendo. Já consegue reconhecer as letras, pelo menos. Eu acho que já é um um pequeno passo, mas é um passo.
A inclusão que a senhora falou, o que a senhora acha dela?
Eu acho assim que, num ponto, essa inclusão é bom para o convívio social. Mas, num outro ponto, eu acho ruim porque eles não têm assim um tratamento especial. Porque nós, como professores especialistas, não temos condições né de de trabalhar com com essas crianças da maneira que deveria. Porque você tem os outros né, se tem um ou dois de inclusão em cada sala, você tem os outros Como é que você vai trabalhar separado com esses outros? Humanamente impossível e fora que a gente também não tem formação para isso. Você teria que ter um uma outra formação especializada para trabalhar com esses alunos de inclusão. Se fosse assim, só inclusão né por problemas físicos, seria mais fácil, mas inclusão por problema mental é mais difícil né, neurológico. Teria que ter assistência de psicólogo, de de de assistência social, outros tipos de assistência né paralela ao nosso trabalho. Só tem nós, a lousa, o livro didático e mais nada, né? Então, é difícil, né? Mesmo com duas coordenadoras na escola, elas não dão conta, porque é muito aluno.
A senhora falou de formação de professores. Como a senhora vê a formação dos professores
Eu acho sim que a formação de professores hoje ela está baseada muito mais em teorias do que em práticas né então eh. Os professores novos eles sabem muito, teoricamente, Mas, praticamente, eles são também né a gente só adquire a prática com o trabalho mesmo. Mas eu acho que há uma necessidade de uma integração entre prática e teoria né, porque se você só fica na teoria, Não adquire a prática. E para que isso aconteça seria assim necessário, ou eu não sei como, mas deveria haver um trabalho conjunto né, uma parceria, eu não sei como. entre as universidades e as escolas. Apesar de que agora que eles estão fazendo aquele programa lá de o estagiário na sala de aula né de primeira série, Mas e os e os outros cursos né? Só tem isso para pedagogia? E os outros cursos né? Todos os outros vão sair também especialistas, mas eles vão sair especialistas sem ter aquela prática de quem está fazendo pedagogia. Eu acho que aí o governo está né falhando nessa parte, porque ele está exigindo só da pedagogia né e os outros cursos. Eu acho que é difícil. Eu não sei, vocês como alunos, mas nós, como professores, estamos assim né achando que os professores que estão vindo né, recém-formados, muitos deles desistem né. Não conseguem ficar. A maioria dos que entraram no ano passado, que veio da universidade, Teve um que ficou até o mês de maio e desistiu. Professor de português. Ele viu que os alunos né não eram aqueles idealizados por ele. Né um professor formado na Usp. Ele desistiu. Simplesmente veio um dia lá e falou para mim assim, olha, estou indo embora porque eu não consigo trabalhar. Aí eu virei e falei, mas por quê? Eu não tenho Falei, mas é só com o trabalho que você vai adquirir a prática. Mas ele não aguentou e foi embora. Exonerou e foi embora.

Eu fiquei assim, né? Falei, como? Os jovens que estão entrando agora desistem? O que vai ser? da educação. Tanto é que essa classe está sem professor até hoje. Desistiu em maio, não tem nenhum professor para dar aula de português para essa sala. Então, eu acho assim que né está difícil.
E você falou que a gente só tem a lousa, o livro didático, né? Como você planeja o curso?
Não, na nossa escola ainda a gente tem, né, vídeo, né tem dê vê dê, tem né uns outros tipos de recurso. E também na nossa escola ainda a gente tem um pouco mais de recurso que a gente tem a possibilidade de levar eles, né, para outros lugares, né? para trabalhar. Então, durante o ano, a gente já planeja, assim não, durante o ano, se a gente vai trabalhar com história de São Paulo, a gente vai levar eles né até o centro de São Paulo, contar a história do centro de São Paulo. Esse ano eu levei eles lá na Liberdade para mostrar Como que foi a história de lá, daquele lugar lá da Liberdade, né? Contando da história da Praça dos Enforcados, né? Dos enforcados, onde era, né? Que eles eram julgados, como que A gente foi até aquelas igrejas que tem ali, Igreja das Almas, a igreja mais ali embaixo. Fomos lá na Igreja da Rua Tabatinguera. Então, a gente fez um trabalho, né? para mostrar né como que iniciou a história de São Paulo. E contei para eles que, abaixo ali das ruas né, tinha os rios. Né e eles falavam assim, nossa, professora, aqui tem rio? Onde é que tem rio aqui? Falei, tem, tem os rios. Aí falei do Iangabaú, que ali também tem um rio que vai desembocar lá no Tamanduateí. Né aí eles falaram assim, nossa, professora, Como que a senhora sabe disso? Falei, e a água daqui não era boa, por isso que chamam em Aiangabaú. Né aí eles ficaram assim. Aí falei que lá onde é a Praça da Liberdade hoje era cemitério. Que a maioria dos que pertenciam à igreja era enterrado dentro da igreja lá das almas. E os outros eram enterrados fora né, que era ali onde hoje é a Estação da Liberdade. Aí eles falaram, nossa, professora, então se a gente for eh arqueólogo, a gente vai cavar aqui e vai encontrar defunto? Falei, pode ser. Falei, pode ser que sim, pode ser que não. Aí eles ficavam assim, nossa, professora... Então e a gente procura né fazer o trabalho né contando as coisas. Aí a gente subiu lá no prédio do Anespa para ver né ali o tamanho do Atei, que dá para ver por ali né, de lá de cima, e a parte né que que desenvolveu na Avenida Paulista. Pois né eles, nossa, professora, que diferente, que isso

Então a gente procura, durante o ano né, no começo do ano, a gente faz um roteiro mais ou menos do que a gente vai trabalhar e do que a gente vai ver fora da escola e dentro da escola. Né apesar daquele nosso livro lá ser meio pobre, ele traz alguma né algum caminho que você pode trabalhar também. E agora veio né os novos currículos né, que que vai está sendo implementados a partir do dia trinta de agosto. Que Agora eles mudaram toda a temática lá de de trabalho, bem voltados assim para a história de São Paulo mesmo, desde a a quinta até a oitava. Vamos esperar né que a gente possa trabalhar de uma melhor maneira a partir do próximo ano. Apesar que o ano que vem acho que eu estou
E com relação aos pê cê ênes assim, qual a influência na na sua aula, na prática, no
Então, a gente procura né acompanhar né toda a temática que a gente trabalha através dos pê cê ênes. Então, a gente trabalha em conjunto muito com professor de geografia e professor de ciências né naqueles trabalhos que a gente faz. Por isso que a gente foi no Eta né, porque o Eta engloba Geografia, história, história da da da produção de água em São Paulo e ciências né, a questão das bactérias e das outras coisas. E a gente procura fazer um trabalho né interdisciplinar ali, juntando né português, história, geografia e ciências. Com os outros professores é difícil, porque o entrosamento entre nós ali não é né cem por cento. Mas com esses outros professores a gente consegue integrar direitinho e a gente consegue até trabalhar. Pensando né durante o ano, desde o começo do ano até o que a gente vai fazer no final do ano, que culmina com a nossa Feira Cultural, que é em novembro.
E a partir de toda essa perspectiva, qual é o sentido do seu trabalho?

Eu tento formar cidadãos né, mas está meio difícil para formar cidadão se a parte educacional que deveria vir de casa né está muito falha. Né então, eu tento, mas né a gente procura fazer o melhor que pode. Mas é um tanto quanto... como é que se diz, a atingir os objetivos né, se atingir cinquenta por cento já está bom. Porque na atual perspectiva aí está meio difícil.
Ah A senhora falou novamente da família. Eu percebi que a senhora falou algumas vezes isso. Qual a participação que a na formação do aluno e no convívio com o professor, que a senhora acharia ideal.
Eu acharia ideal que a família né tivesse uma parceria mesmo com a gente né, e não uma coisa estanque assim, família de um lado e escola do outro. Eu acho que deveria haver uma parceria entre família e escola. A família saber aquilo que está sendo trabalhado na escola, e a escola também saber aquilo que está sendo trabalhado na família, porque... A gente fica sabendo de histórias assim escabrosas só da família, só quando acontece alguma coisa muito grave com uma criança. E eu acho que isso a gente já deveria saber desde o começo. Não é assim quando acontece uma tragédia, né? Por exemplo, quando eles se arrebentam lá, né? brigando, coisa, aí fala, não, ele briga porque ele apanha, porque ele isso, porque ele aquilo. A gente já deveria saber de todo esse histórico dele, né? Para que a gente tratasse ele de uma outra maneira. E, no entanto, muitas vezes a gente só fica sabendo quando a coisa explode lá dentro da escola. Eu acho que Uma parceria mesmo, de verdade, é que deveria acontecer. Até com reuniões, né? Nem que seja mensal ou quinzenal, sei lá. Deveria haver. Mas você convoca né eles para reunião, a maioria não comparece. Então, fica difícil de você saber alguma coisa dessa criança que você não conhece nem o pai, nem a mãe. O ano passado a gente conheceu um aluno né, que a gente ficou sabendo bem no final do ano, que ele não tinha pai, que ele não tinha mãe, que ele só tinha um avô, que esse avô morreu no final do ano passado. Aí ele veio e falou para mim assim, professora, o que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, meu avô que tomava conta de mim Eu virei e falei para ele, e agora? Com quem você vai ficar? Aí, agora ele ele é cuidado por um tutor, porque ele não tem ninguém na família para cuidar dele. Então, eu virei e falei para ele, mas você não conhece nenhum tio seu, nenhum parente seu? Eu não sei se eu tenho tio. Porque era um avô assim bem de idade que cuidava dele. A gente nem sabia, achava que ele só vinha trazer e buscar a criança né. E, no entanto, era o o coitadinho do velhinho lá que tomava conta dele. E o ano pa o ano passado no final do ano Então, você fica sabendo de histórias assim, você poderia ter sabido dessa história dessa criança né, para você dar até muito mais respaldo para ele, se você soubesse da história dele. E, no entanto, muitas vezes você só sabe assim quando acontece uma tragédia. Esse ano teve um que perdeu a casa, ele botou fogo na casa, perdeu tudo. Faz o quê? Duas semanas. Ele ganhou Um aluno? É, um aluno da segunda série. Ele ganhou uns móveis né do Maranata, porque só só é o pa, a mãe, a irmã e ele, são três. E ele foi experimentar se o colchão pegava fogo. E pôs fogo na casa inteira. Perdeu tudo, tudo, tudo. Então, a gente o que você vai fazer agora com essa criança que não tem nem casa mais para morar?
A senhora consegue identificar o melhor aproveitamento do aluno quando a família é mais presente?
Sim, sim. É visível quando a família é presente e quando a família é ausente. É bem visível. Tem algumas exceções, mas é visível. Quando a família é bem presente, é bem visível mesmo né. Tanto até em organização né eh, higiene da criança tudo, você percebe claramente assim quem tem respaldo familiar e quem não tem. Você percebe. Porque tem criança que não tem nem organização no próprio caderno, sabe? Cada dia está com um caderno, cada cada hora está escrevendo uma folha. Eu tenho uma aluna lá na quinta série que ela está com um caderno que ela tem três folhas escritas. E nessas três folhas escritas, lá no cabeçalho está escrito que o caderno é de história. Tem meia folha de história, tem uma folha de inglês e uma folha de matemática. No mesmo caderno. E é um caderno de dez matérias. Eu falei para ela, se você não consegue fazer toda a matéria de história só na parte de história, como é que você organiza? A sua casa, eu falei para ela. Falei, você mistura açúcar com sal lá na sua casa? Porque o caderno você está fazendo isso né. Você não separa. Falei para ela, você tem que separar açúcar, só açúcar, sal, só sal. Tem que ter, cada vasilha tem as suas coisas. Falei, e no caderno você não tem isso. Tanto é que ela não tem respaldo familiar. Então, até a higiene é péssima. Então, é difícil de trabalhar. Se você tem que trabalhar até a higiene né, a parte que te compete como especialista, muitas vezes fica né truncado, porque você tem que tratar a outra parte.
E como o seu trabalho se relaciona com a sua vida fora da escola? Meu trabalho com com a vida fora da escola?
A minha vida fora da escola é é... É bem dividida, né? Porque, assim... De manhã... Porque eu trabalho só à tarde. Então, de manhã, eu... Organizo toda a parte né caseira da minha casa. Então, desde cuidar de né quem vai fazer a limpeza para mim, e coisa a minha casa, a organização da minha casa, eh eu faço isso de Aí, à tarde, eu vou trabalhar. À noite, que eu estou em casa também, daí né só só faço os programas para sair, coisa assim, à noite. E nos finais de semana, que é mais o convívio familiar, né?

Daí eu visito a minha irmã, minhas sobrinhas né, meu irmão, os outros meus irmãos. Eu moro com outro meu irmão. Então, eu e ele, a gente divide lá as tarefas domésticas. E, no mais, é assim ah eu. O convívio familiar é só no final de semana mesmo.

Ou eu vou para a minha irmã, para a minha tia, ou a minha irmã vem para a minha casa, né? Então, porque eu tenho uma irmã só, os outros são todos irmãos. Então, e que a gente mais vai e vem é na casa da minha irmã. Raramente eu vou na casa do meu irmão. Os outros moram fora, né? Então, a gente tem um... três irmãos que moram em Goiás né, um em Brasília, em Morrinhos, e outro ali em eh Ouro Verde, em Goiás, Rio Verde.

Dá para conciliar bem, porque quando eu trabalhava em duas escolas, já era bem mais difícil. Mas dá para conviver bem.
E hoje, qual é o seu maior sonho?
Hoje, meu maior sonho é voltar lá para a Europa. É voltar a passear lá na Europa. Eu já fui uma vez, né? Eu visitei a França e a Inglaterra. E o meu sonho é morar lá na França né.

Se eu puder me aposentar e e der tudo certo, eu ainda vou morar lá na França.

Os dólares, né? O os euros, permitir, né? Ah, eu não sei, eu eu acho que a França é um lugar, assim, para professor de história, né? Um lugar, assim, muito fascinante, né?

Eu sou fascinada em história medieval né, então aquela parte da da França ali é uma coisa muito rica né nessa parte. Então, eu acho que, se eu puder, eu vou morar lá.
E olhando para trás, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida profissional, o que seria?
Olhando para trás, não sei se mudaria muita coisa, não. Eu mudaria a legislação da educação. Né Se eu pudesse mudar, eu mudaria, né? O modo com que os brasileiros são educados, porque eu, como tive uma educação misturada, né Brasil com Japão né, a gente teve assim uma educação mais rígida né do que a educação brasileira mesmo. Mas, né nessa rigidez, a gente Era uma coisa que meu pai fazia para o bem da gente né, porque foi através daquilo que meu pai ensinou, que tinha regras, que tinha horário, que tinha né horário para sentar naquela mesa que a gente fazia lição, tinha horário para história, tinha horário para para sair, tinha horário para tudo. Eu acho que... O Brasil devia ter um pouco disso também né. Hoje, eu acho assim que o aluno deita três horas da manhã, levanta meio dia para ir para a escola. Aí, quando chega no nosso horário, lá que a gente trabalha à tarde, eles estão acordando ainda né. Então, eles não têm horário, eles não têm regras, eles não têm nada. Eles não comem. Eles vêm para a escola, tomam café da manhã e vêm para a escola. Onde já se viu tomar café da manhã, né? Meio dia. Eles entram uma e meia, tomam café meio dia e. E a gente fez uma pesquisa lá. Sessenta por cento dos nossos alunos dormem depois das duas horas da manhã e acordam meio dia. E eles têm onze Quer dizer que as regras aí não existem, né?
O que você achou de contar um pouco da sua história?
Ah, eu achei assim, né? Um pouco de resgate do meu passado, né? Da minha história, eh da minha vivência, né? E compartilhar isso também é bom né, porque você pensa que você também teve históriané, que você também tem várias coisas para contar né e e eu. Eu sempre digo para os meus alunos né, se vocês fizerem pelo menos metade daquilo que eu já fiz na minha vida, Eh já está de bom tamanho. Aí teve uma sala lá que eu contei né, que eu fui para a Europa, e que a coisa que eu mais gostei foi de ir lá no Museu do Louvre né, lá em em Paris. Aí eles falaram assim para mim, ah mas eu não queria ir no Museu do Louvre, eu queria comprar um carro né, uma Hilux. Eu virei e falei para eles, a Hilux você vai no primeiro poste ali, bate, e o que sobra para você?

Eu falei, mas Museu do Louvre, para mim, na minha cabeça, o que sobrou foi um filme daqueles bem legais assim, que eu fico imaginando né. Eu falo para eles, tem dia que eu deito lá na minha cama e fico vendo aquela pirâmide do Louvre assim, e eu lá embaixo da pirâmide. Ah Professora, que graça tem isso. Falei para vocês, eu não sei, mas para mim tem muita graça. Para mim... É o sonho da minha vida voltar lá né. Eu fale falei para eles, até eu quero ir lá e deitar lá debaixo <laughs> da pirâmide. Aí eles falam para mim assim, ai professora, mas que coisa sem graça. Eu falo, é porque vocês não foram lá, então vocês não sabem como é que é. Ai, mas eu não sei. Aí o meu irmão pergunta assim, você não quer ir para o eu não tenho muita vontade de ir no Japão, não né. Porque eu não tenho nenhum vínculo com o Japão. Eu não tenho mais nenhum parente no Japão. Então, eu vou no Japão fazer o quê? A não ser né conhecer os lugares das minhas raízes. Mas eu, particularmente, não tenho muita vontade de ir para o Japão. Quem sabe né um dia né eu vá resgatar né o meu outro lado do meu passado né, que é a história dos meus pais. Mas eu também não sei muito a história dos meus pais, né? Porque meu pai veio de lá, ele tinha vinte e poucos anos. E a minha mãe tinha sete. Então, né? Mesmo, a minha mãe não lembrava quase nada de lá. E o meu pai, ele disse que o lugar onde ele viveu explodiu com a bomba

Não dá nem assim muito ânimo para você querer conhecer, não. Mas o meu irmão foi. O meu irmão foi e falou para a minha mãe, muito triste, porque a única coisa que tem lá é o cemitério, com os nomes dos nossos avós. Então, eu não sei se eu quero ir não

O que eu gostaria de resgatar é eu voltar lá para o interior, lá para a aquele lugar, né? Pegar borboleta. Da minha infância, o que ficou mais assim... Aquela época que a gente vivia livre, né? Correndo atrás das coisas. Não tinha nem asfalto em frente da minha casa. Então... Era uma beleza, né?

correr atrás dos bichos. Nesse estádio tinha, vocês conhecem aquele porquinho da Índia?

A gente corria atrás dos preá. Então, é um um uma parte né da minha vida que não tem volta, porque nem o estádio não existe mais. E agora virou um posto de saúde. Mas é legal. Eu fui, no ano passado, lá nessa fazenda Primavera, onde aconteceu o primeiro movimento do ême ése tê lá. Né tem muitos assentados lá. E a fazenda está assim bem próspera e tal. Ela foi subdividida assim em... Era uma fazenda enorme, enorme, enorme e. E eu acho que tem mais de quatrocentas famílias né vivendo lá nessa fazenda né. Aí outro dia eu ainda pensei, né?